e data de nascimento.

E o nome dos seus pais?

E os seus pais são de São Paulo mesmo?
Meu pai é natural da Bahia e minha mãe de Minas.
E você sabe a história do assim de como eles se conheceram?
Então, é assim, pelo pelo que a gente, minha mãe até fala até hoje, meu pai saiu da Bahia com treze anos, ele subiu na carroceira de um caminhão, fugiu de casa e veio para São Paulo com treze anos. Ele e meu tio Paulo, irmão dele, né? E a minha mãe eh veio de Pouso Alegre, de Minas, né? E vieram trabalhar aqui em São Paulo. E o encontro foi que meu pai era pedreiro e num dos encontros pelo Jabaquara encontrou minha mãe. Assim, é o que eu sei. Na rua, assim? Do encontro, é.
Só uma coisa, da Bahia, você sabe que lugar da Bahia que era o seu pai? Eh
Meu pai ele era perto da Conquista, perto de Conquista, na Bahia. É Santa Terezinha, se não me engano, que é o distrito de Conquista. É uma coisa assim, entre Salvador mesmo, um pouco assim, a oitocentos quilômetros de Salvador.
E você falou que o seu pai é a profissão dele?

A minha mãe é costureira. Foi assim, primeiro foi governanta, né?

de residência e com o tempo ela se formou em em costureira, ela sempre gostou de costurar, trabalhou um tempo com costureira, depois se formou em na área de auxiliar de enfermagem, que foi onde ela se aposentou.
E você tem irmãos?
Tenho, tenho dois irmãos.
Nome, tenho você fica onde nessa escadinha? Eu
Eu sou o mais o mais rebelde, o mais velho.

Então você é o mais velho.
Eu sou o mais velho.
E, assim, lembrando um pouco assim da sua infância, como é que era a sua casa? Se você consegue descrever a sua casa.
Minha casa é é foi foi maravilhosa e, ao mesmo tempo, né eh por questões assim de relacionamento do meu pai, da formação dele... A questão da bebida, né? Meu pai ele era alcoólatra e com o tempo as coisas foram ficando um pouco complexas, confusas e e difíceis né no relacionamento dele e da minha mãe. Então Né e tem aquela coisa de muita bebedeira, de escândalos e e <laughs> coisas assim, de agressões né que acontecem. Então foi difícil o começo. Mas meu pai era uma um cara muito assim fora da bebida, ele era um cara maravilhoso. Maravilhoso. Então eu me lembro assim que a minha infância assim foi muito boa. Assim a parte de carinho da minha mãe, minha mãe é uma pessoa muito carinhosa. E o meu pai também era carinhoso, mas a essa questão da bebida destoava totalmente a nossa casa. Então não tinha assim um lar... de calma e de afeto o tempo todo. Sempre tinha tribulação, sempre tinha tribulação. Mas, enfim, foi legal.
Só uma coisa, eh essa primeira casa, quando você era criança, era no bairro da Saúde?
Era no bairro da Saúde, eu nasci lá.
E como é que era esse bairro, a rua?
A gente morava num eh numa rua onde eh era uma rua sem asfalto, tinha um córrego perto, assim, é o que eu me lembro. Nossa casa era muito, assim, uma casa bem humilde, né? A gente Quantos cômodos? Era um cômodo, era só um cômodo, assim, de no máximo oito metros quadrados, e era um barraco, né? Eu O piso ainda era de chão batido, né? Me lembro disso.
Um banheiro
Um banheiro fora. E é isso, a minha infância foi mais ou menos isso. Aquelas poças, certo? É A céu aberto.
E tinha amiguinhos nessa
Tinha, tinha. Tinha um que eu não esqueço dele, o André. A gente cresceu junto e tal. Depois que eu mudei de lá, assim, periodicamente, a gente ia para lá, né? E a gente se encontrava.
E você lembra assim as brincadeiras?
Carrinho de rolemã. Era o meu preferido. Carrinho de rolemã e bolinha de gude, peão, pega-pega. Era a nossa brincadeira. E você mesmo que fazia seu carrinho de rolemã? É ah Meu pai ele ele tinha essa coisa de, quando ele estava legal, ele era um parceiro. Brincava e tudo né. Ficava na rua comigo, eh jogava bola comigo. E ele fazia carrinho de rolemã, patinete também, eu tinha um patinete eh. Próprio, assim, caminhãozinho, que às vezes meu pai cortava madeira e tal, ele tinha uma facilidade para fazer algumas coisas. E ele fazia uns brinquedinhos.
E eh você falou que você
Eu morei até, na verdade, de seis a seis anos, acredito. Porque como minha mãe foi trabalhar depois no Morumbi, então eu fiquei assim um tempo com minha mãe lá no Morumbi. Foi uma transição que a gente teve. Minha mãe minha mãe morava no serviço. Foi essa época que eu saí de lá. Então minha mãe e meu pai foram morar no serviço, no Morumbi. Depois nós viemos para a Brasilândia. Aí eu vim para a Brasilândia com sete anos.

Mas nessa época não tinha seus irmãos ainda?
Não, ainda não.

Aí vocês foram ser caseiros?

Entrei nessa faixa de cinco, seis anos.
Até essa época sua mãe era costureira, né?

Na verdade minha mãe no primeiro momento era dona de casa. Meu pai não deixava minha mãe trabalhar. Até essa fase assim. Depois que foi para o Morumbi, sim.
Lá que ela começou. Aí
Aí minha mãe trabalhava, que ela cozinhava, minha mãe cozinheira, essa coisa de costura junto, então... E os dois moravam lá.
E essa casa que você foi, como que era? Que lembrança você tem?

Era uma era uma casa muito bonita. Eu lembro muito assim de uma piscina que tinha e eu lembro um dado muito diferente que os os dois meninos que me falham a memória, que eram os filhos dessa dona Mercedes, que era a patroa da minha mãe, Eu lembro muito bem que eles tinham um autorama, que era aqueles aqueles era uma sala e tinha aquele aquela pista enorme com controle remoto, né? Os carrinhos andavam, eu me lembro disso, não lembro mais coisas. E lembro de um deles que ele era cadeirante, assim, usava cadeira de rodas, né? Um dos menininhos, que eu brincava com eles, eu não lembro do nome deles.
Mas você gostava de brincar?
Era muito legal.
E e nessa casa, assim você eh você lembra o dia a dia assim da, o cotidiano dessa casa? Porque sua mãe já podia fazer alguma atividade, né?
Era muito organizado.
Você levantava de manhã?
Eu levantava de manhã. Minha nessa época, foi uma época que que a minha mãe eh e meu pai já se davam um pouco melhor, porque lá o meu pai não podia beber. Né então, teve uma teve um equilíbrio aí aí. Os dois se deram um pouco melhor, teve um pouco mais de harmonia. Eh eu me lembro um pouco disso.
E qual que era o trabalho do seu pai?
Meu pai ele virou jardineiro. Ele cuidava do jardim, lavava os carros, eh cuidava dos cachorros, <laughs> essa coisa.
E a sua mãe cozinhava.
E minha mãe tomava conta do restante né, da limpeza dos quartos, cozinhava.
E você fazia o quê? Você só brincava ou você ajudava também em casa?
Eu não tenho assim uma memória para isso. Eu sei que eu me alimentava muito bem, eu lembro. E brincava muito, assim, dessa coisa do carrinho. Tinha brinquedos maravilhosos, Essa coisa de robozinho.
Eles deixavam
Eles deixavam eu brincar. Né então, foi eu lembro disso muito bem. Mas foi um período muito breve. Não foi não teve muita demora. Porque aí eu lembro que, num dado momento, a gente já estava morando na Brasilândia. Foi coisa de uns dois anos. Foi uma coisa muito rápida.
Quando vocês tiveram... Muito rápido. Você lembra da mudança?

Caminhão? Isso eu não lembro. Isso eu não lembro. Eu lembro que foi de madrugada, que eu lembro minha mãe arrumando as coisas e tudo, mas eu não lembro essa questão de chegada, de como foi.
E foi um choque para você a mudança? Eh
Não, porque... Eu não tenho tanta lembrança, assim, né? Eu não tenho. Eu sei que quando a gente foi mudar, a gente foi mudar para casa da gente também. Então, já era uma casinha legal.
E como que era essa casa?
Era uma casa, assim, de três, quatro cômodos, né? Então, eh tinha quintal. Meu pai, nesse meio tempo, ele já tinha montado tipo um barzinho na frente. Meu pai criava porco no fundo do quintal. Eu lembro muito bem que tinha uns pés de ba bananeira lá no fundo e eu ficava brincando lá né e. Meu pai já estava trabalhando com o bar, ele tinha o bar. E aí a gente foi fazendo mais amizades ali, né eh na rua que a gente mora hoje, até hoje, a gente foi um dos primeiros morador, a gente viu crescer toda a rua ali né, povoar né, era só nós e o seu Júlio, o mais antigo senhor.
E não tinha asfalto?
Nada, nada,

Nada, nada, nada.
E como é que foi chegando essas coisas?
A gente viu né tudo isso

Poço. A gente tinha um poço lá. No quintal. É água Água de saloba, né? Aquelas águas salgadas, né? Um pouco salgada. Mas a gente se virava, né?
E toma banho.
Tomava banho, normal. Enchia o balde lá. E minha mãe... Minha mãe eh até improvisava um chuveiro com lata, furava a lata no final, assim. <laughs> E ela jogava o balde, assim. <laughs>
Mãe era uma... E aí foi lá que nasceram seus irmãos.
Meus irmãos nasceram lá. A minha irmã, principalmente. Eu vi muito bem assim o relacionamento do meu pai e da minha mãe muito tumultuado né porque. Aí voltou aquela fase de bebedeira do meu pai de novo né. Então ah Essa essa parte da minha irmã, da gravidez da minha irmã, foi muito tumultuada. Minha mãe sofreu muito com meu pai eh então. Foi agredida. Meu pai é assim ele tinha tudo para ter sido assim uma um pai assim mais exemplar, vamos dizer né, que eu tento ser para os meus filhos hoje. Meu pai ele ele era muito influenciado, eu acho né, pelas amizades. E tudo que ele ganhava ele não não pensava muito em casa, gastava com os amigos na rua, mas enfim. E minha mãe sofria muito com isso né, porque aí quando ela mudou para lá de novo, não vai trabalhar de novo. Aí ela ficava mais dona de casa. E aí vinha toda essa questão da do maltrato né, da da falta de respeito e muita bebedeira. Então minha mãe sofreu muito. E minha irmã ela vem dessa dessa fase já difícil do meu pai. O meu irmão sofreu mais ainda. Porque o meu irmão ele não tem uma referência do meu pai. Porque ele era mais novinho. Então, a minha irmã sofreu um pouco na gestação, minha mãe apanhou da minha irmã, do meu pai, quer dizer, desculpe. Então, eu acho que isso gerou um pouco de eh... A minha irmã até hoje assim, eu percebo assim que a parte psicológica dela, nesse sentido de lidar com as coisas, eu não sei, acho que deve passar alguma coisa né para a criança, né?
Adalto, deixa eu pensar, que você falou que conheceu, assim, nesse local, você começou a fazer outros amiguinhos e tal. E você lembra, assim, se o tipo de brincadeira eram os mesmos? Porque lá dava carrinho de rolimã. Sim
era uma outra coisa. Aí já volta um pouco mais antes quando antes de eu ir para o Morumbi. Porque aí as brincadeiras na periferia, com a comunidade, assim, é um pouco diferente, né? Então a gente é um pouco mais dado essa coisa da rua, de brincar um com o outro. de pega-pega, e pula-pula, eh esconde-esconde, queimada. Então, eh aquela coisa de de beijinho, de quem adivinhar ganha um beijinho, e essas coisas que na época era muito bacana.
Você lembra, assim, que você falou dessa relação da comunidade. Existia festa, assim, da comunidade que você se recorde?

Lá na minha casa, eh meu pai era um cara muito festeiro. Então, por eu ser o primeiro filho mais velho e por ter nascido também no Natal e tal, então, no meu aniversário, meu pai, ele... Tudo de errado que ele fez o ano inteiro, parece que no no meu aniversário eh era um festão. Então a minha casa ficava cheia, vinha todos os nossos parentes. E E meu pai sempre gostou de música, sempre teve essa coisa de ligação com música, minha mãe também. E eu e eu sempre E sempre tivemos o nosso som em casa, disco, essa coisa, long play, meu pai sempre comprava, ele gostava muito. Então, sempre tinha uns bailinhos em casa, no final periodicamente. Uma música que marcou muito assim a minha infância, é com meu pai e minha mãe, foi Glenn Miller. Coisa mais de orquestra, né? Um pouco de Tube Checker, Bob Heidel, eh Little Richard, né? Essa primeira questão. Benito de Paula, tocava muito, adoro até hoje. Jorge Bem, nem fala. Tim Maia, um pouco depois. Claudete Soares, Miltinho, Elis Regina. Então, a minha casa, musicalmente, era isso. Né a nossa casa, era musicalmente, era bem legal. E como foi se popularizando, foi crescendo a nossa rua, a nossa casa sempre tinha festa. Assim, dois em dois meses, sempre tinha uma coisa lá. Meu pai tinha o bar, arrastava as cadeiras do bar e virava um bailinho. Assim, todo sábado, eh dois em dois mês, tinha um bailinho lá no salão. Então, lá virou meio referência, assim. na nossa rua, na nossa comunidade ali. Então sempre, ah, o Lourival, tem uma festa no Lourival. Ah, tem uma festa na casa do Lourival. E isso foi indo, né? Aí tinha uns primos um pouco maiores do que eu, que já iam em bailes, e iam para outros lugares mais longe. E às vezes me levava junto. Aí depois já pintou uma equipe de bailinho. Aí eu com doze anos, onze anos, já ia com eles, ia fazer bailinho com eles. Então ficou bem. Você
assim? Você organizava? Não
eu ia com eles, acompanhar eles. Meu primo já era mais velho. Tinha o Eliezer, né? Que é um... Meu primo deve deve estar com cinquenta e oito, cinquenta e quatro, cinquenta e oito anos. Ele já tinha uma equipe com outro rapaz. E eu ia ajudar eles. Levava caixa, ia empurrar caixa, ia não sei o quê. E nessas oportunidades eu acabei integrando a equipe, e novinho, come já começava
E você lembra do primeiro bailinho que você teve que pôr disco?
Eu lembro, foi uma passagem muito, muito, muito... Tinha um salão lá na Brasilândia, um dos primeiros salões, inclusive, isso aí foi em mil novecentos e setenta, sessenta e nove, setenta, setenta e um, por aí, chamado Dalva. E eles tinham uma equipe que foi fazer baile nesse Dalva. Eu tinha dez para E saiu um maior pau no baile. Um baile maior pau. E na época era a cabine de som né que tocava. E eles saíram todo mundo para separar a briga né. E só ficou eu na cabine. Eu sentadinho lá, porque ele falava, fica sentadinho aí. Eu estava sentadinho lá. E eu vi ele saindo todo mundo e a música estava acabando. Aí eu peguei um disco lá do Jorge Ben. Peguei a música e coloquei na outra música. Continuou o pessoal dançando e tal. Aí, peguei uma outra música e coloquei. Aí eles voltaram. Pô, rapaz, por que você mexeu no som que não sei o quê? Eu falei, ah, a música estava terminando, eu pus a música. Então, o meu primeiro contato mesmo com pista foi isso.
E deu certo, você botou um som que segurou.
Foi aí, é, foi aí que, quer dizer, não destoou, né? Porque se fosse todo mundo ir dar atenção para a briga, eu acho isso, né? Não Eu nem pensei nisso, eu pensei que a música estava terminando.
E você lembra qual era a música?
Foi o foi Charles Anjos quarenta e cinco, do Jorge Bem. Foi a primeira música. E depois o Benito de Paula, que eu peguei eu disse que coloquei retalhos de cetim. Foi as duas músicas assim que eu me lembro.
Eu quero voltar de novo na música, eu só queria pegar uma parte, para a gente não esquecer, em relação à escola. Como é que foi isso para você? A sua passagem pela escola. A
A escola.
A primeira escola.
A primeira escola foi o Joaninha Graças Fagundes.

Joaninha Graças Fagundes, né? Foi a primeira escola.
Lá na Brasilândia.
Lá, é, mesmo distrito ali, é Vila Bancária e tal, né? Então eu tive uma passagem lá na escola, foi bacana, como normal. A única coisa que assim que me marcou, como não era uma época minha ainda de repressão, aquela coisa de né saindo da ditadura e e ainda tinha essa coisa um pouco do racismo, que ainda né prevalecia, eu tenho uma passagem muito ruim com uma professora que me marcou muito. Não que mexeu a minha cabeça, mas eu acho assim, na es na minha classe eu era o único negro, o único, né? E o que ocorria? Eu fazia minhas lições, minha mãe sempre acompanhava, junto, fazia lição, tudo. Quando ela ia eh eh acompanhar quem tinha feito lição, ela pulava a minha carteira, toda vez, ela pulava a minha carteira. E eu não entendia por quê, né? Mas aquilo, ela pulava a minha carteira. Eu não esqueço ela até hoje. O nome dela eu esqueci, mas a feição dela eu não não esqueço. Então, eu falava para a minha mãe. Minha mãe pegava o caderno. Pô, você não faz lição. Você faz lição, mas a professora não olha. O que que você está fazendo de errado na classe? Tomar uma dura. Eu falava, mãe a professora pulou a minha carteira. Minha mãe não acreditava em mim. Aí chegou numa reunião, minha mãe foi na reunião. Ela falou que eu era indisciplinado na classe, que não o quê mas ele faz a ele E assim, eu sempre passava como mentiroso, né? Até que minha mãe brigou com ela um dia e eu falei, ah mãe, o que acontece é que ela pula a carteira. Mas minha mãe não a não se atinou por essa coisa da né... E nem eu, muito menos eu, né? Eu sei que eu apanhava porque a professora não olhava meu caderno. <laughs> Para todos os efeitos eu era o errado, né? Aí isso foi no meu... Na quarta terceira para a quarta série. Então foi um dado muito que marcou eu um pouco. Mas depois mudou de de de professora, mudou de classe, porque era uma professora só para todas as todas as atividades. Aí mudou, até aí passei de ano, sempre passei de ano, sempre estudei. Mas foi um dado que me me deixou, assim, marcou. E assim, meu pai sempre me educou da forma de não brigar, respeitar. Se eu brigasse na rua, chegava em casa e apanhava de novo.

Mas, enfim, foi a única coisa. Foi bom, eu passei sempre, sempre estudei, a minha infância. Eu fui empacar no no no no no ginásio, porque essa coisa do baile, essa coisa da da noite pegou muito em mim. Então, eu fui meio relapso com o baile. Então, já comecei a dar mais atenção a baile, aí eu já cabulava para ir para outros lugares mais longe. Então, eh tinha um pessoal que frequentava o bar do meu pai, que já eram uns caras meio da pesada da região, assim, e eles levavam eu, como meu pai era muito amigo deles, eu com treze, doze anos, eles me levavam para outros lugares, sabe? E eles pediam para o meu pai, deixa o Daltinho ir com a gente e tal, aí eu ia para outros lugares com eles. Então esse negócio da noite foi ficando, foi me impregnando. Então com com quatorze, quinze anos, para mim estudar na sexta-feira, aí tinha uns bailinhos bons, cabulava, aí eu ia para o centro da cidade, né com os amigos, e aí a escola foi ficando, aí já veio namorada, aí
Mas você chegou até o colégio, né? Eu cheguei
Eu cheguei até o segundo ano, não terminei. Mas as duras penas, as duras penas, porque eu cabulava muito, muito. Aí com quinze para dezesseis anos eu já fui pai,
né? Então você estava estudando quando você foi pai. É. Então espera aí Então como é que você conheceu a menina?
Foi assim, esse meu primo, o Eliezer, que tinha tinha um clube chamado Alvorada lá, isso em setenta e quatro, setenta e cinco, e eu comecei no Alvorada, muito novinho e tal, um black power desse tamanho, que meu pai faleceu em setenta e três, mais ou menos em setenta e quatro, e eu não cortava, não de ele não deixava cor cabelo grande, né? Mas ele morreu, a coisa mais queria era ter um black power. Dito e feito, então eu deixei crescer, ficou grandão. Então ficou um neguitinho, né, para época, novinho, e eu comecei nos bailes. Aí aí era normal, né, as menininhas e tal. Aí foi, eu conheci a Maísa, que era mais velha do que eu, ela já tinha vinte e dois anos, eu tinha dezesseis anos. E a gente começou a sair. Sair, sair, sair, sair, sair. Aí eu namorei um tempo com ela e pintou uma gravidez. Aí foi uma loucura. Era para me ter casado e tudo. Não não foi porque eu não quis casar com ela. É que ela mudou para muito longe e eu não tinha como visitar ela. Eu não estava trabalhando, não tinha uma renda. Porque era aquilo, né? Eu chegava para fazer entrevistas nos lugares com cabelo desse tamanho, né? Primeira coisa, ou ou você corta esse cabelo, ou não, meu black nunca vou cortar. Então, foi perdendo emprego, perdendo emprego, perdendo emprego, porque eles não davam emprego. E minha mãe ficando atacada comigo, né? E Minha mãe minha mãe de madrugada, às vezes, pegava a tesoura e metia no meu cabelo, fazia uns buracos para mim cortar o cabelo. Aí eu ia, porque como o cabelo era enroladinho e tudo, eu enrolava, batia, ele ficava certinho, mas não cortava não. Ia Mas mesmo assim, entrava no emprego, o cabelo ia crescendo, aí saía do emprego. Então minha mãe sofreu bastante comigo nessa adolescência, aí minha minha revoltosa assim para ela, né? Era um momento meu, mas as necessidades, elas vêm em primeiro lugar, né? E eu não estava nem aí com isso. É e mas
E o nascimento desse filho?
Então, aí eu namorava com a Maisa nesse sentido e a gente já teve um desentendimento aí, né? Ele muito novinho, eu já não acompanhei, acompanhando o nascimento dele e tudo, mas tinha aquela pressão de ficar junto com ela, de casar, de não sei o quê. Eu estava Então, não que eu fugi, mas a família dela resolveu dar um fim no negócio. Mudaram para muito longe. Porque eles vieram eram eles eram lá da Brasilândia também. Eles vieram morar aqui na Raposo Tavares, no final da Raposo Tavares. Então, ah eu vim, Quando ele nasceu, eu vim vê-lo e tudo mais. Mas não... impossível. Você perdeu o Aí eu fui perdendo o contato. Fui perdendo o contato. E perdi o contato. E eu vim ter contato com ele de novo quando ele fez Ela se casou, teve uma outra pessoa e tal, mas aí com o tempo teve tive aquela necessidade, perguntando e tudo mais. Aí um dia eu encontrei uma tia dele num baile que eu estava fazendo e ela me deu os telefones e tal. E aí eu fui visitar ele, fui lá. E aí a gente voltou, tentamos assim ter um contato mais efetivo e é isso até hoje.
E como foi a sua impressão, assim, depois de tanto tempo encontrar o filho? E... É, dá uma impressão de vazio, né?
De uma coisa que que você não eh não teve contato, ficou uma coisa vazia. Uma coisa de muito amor no coração, mas ao mesmo tempo uma coisa de apego, faltou um pouco mais de apego. Mas é aquilo que a gente tenta se superar, né? Porque ele não veio por por por fal por canalhice, né? Ele veio por amor. Eu gostava da Maísa, ela gostava de mim. É que eu era muito imaturo. Na época, eu tinha imaturidade, assim, absurda, né? Então, das duas partes, né? Minha e dela, né? Essa
Só para registrar, a escola que você estudou sempre foi a mesma?
Isso, eu estudei no no no no Joaninha e depois eu mudei para o Cássio O meu ginásio foi no
Só para registrar. E o e o colé o colégio também foi nessa época?
Isso, foi justamente nessa época.
E nessa época você tinha algum, apesar de você ser impossível do jeito que você era, nossa tinha alguma disciplina assim que você gostava mais?
Tinha. Eu sempre gostei de inglês. Eu tinha uma facilidade muito grande para o inglês eh. Geografia também. Geografia também. Educação artística era a melhor. Sempre gostei. Matemática também sempre deu para o gasto. Português, mais ou menos, mas sempre deu para o gasto. História, no geral, mas, assim, inglês, eh educação artística, sempre sempre me despontei, assim.
E nessa época que você estudava, assim, apesar da dificuldade da época, assim, você sonhava em fazer alguma coisa? Falava, pô, eu vou querer fazer tal coisa, assim.
Minha mãe, ela tinha um sonho. Minha mãe e meu pai queriam que eu fosse dentista. Assim, coisa da área médica, essa coisa, né? Mas, assim especificamente, eles nunca... Pela dificuldade da nossa infância né, quando fomos para a Brasilândia, a dificuldade eh financeira, ah ainda mais quando meu pai faleceu, mudou muito o nosso padrão de vida né. Já não era tão bom, mas com a com a morte do meu pai, a coisa ficou eh de ficou muito difícil. Então, minha mãe tinha a necessidade de eu ajudá-la. Então, não tem aquela... O primeiro emprego que apareceu na frente... Você vai me ajudar. Minha mãe foi trabalhar na casa de família. Ela saía de manhã de casa. Aí já tinha os meus outros irmãos, né? Então, eh ela saía de manhã e eu ficava como... o dono da casa né, porque eu tinha que arrumar meus irmãos, levar a minha irmã para a escola, tomar conta do meu irmão pequeno, ir para a escola depois, e aí eu fazia comida para meus irmãos, quer dizer, eu fiquei como nessa nessa faixa etária aí de doze, treze Como da cuidando dos meus irmãos.
Segurando a
Segurando a minha casa, né? Que foi essa época. E junto com isso, a escola, né? Tentando conciliar a coisa da escola, enfim. Mas o que o que mais, assim, não teve assim uma preparação de escolher alguma coisa. Foi mais assim, o que pintar, vamos fazer carreto, vamos na feira e vamos embora.
Sobre a morte do seu pai, eh você quer falar alguma coisa? Foi... Foi
Foi difícil, foi uma morte de boba, difícil, porque assim meu pai ele tinha muita oportunidade de ganhar dinheiro, ele sempre ganhou dinheiro, mas ele sempre nunca pensou, então o que ele ganhava ele gastava. Então a gente na rua que a gente mora até hoje, que eu tenho essa casa, a gente teve quatro casas lá, meu pai perdeu as quatro. Perdeu as quatro, assim, em jogo, em emprestar dinheiro e não pagar e depois perder. Até que essa última casa que minha mãe ficou, ele já tinha vendido essa casa para um rapaz do mercado que tem lá perto. Pegou o dinheiro e o cara foi lá ver a casa e minha mãe falou que que foi ah o Lourival me vendeu a casa. Então eu vou montar um mercadinho aqui. Como meu pai já tinha um barzinho na frente né, ele falou, não, daqui eu não saio, não assino, porque eu sou esposa dele, eu tenho os três filhos dele, não tenho como sair daqui. Então foi a única coisa que ficou. Aí meu pai tentou matar minha mãe. Foi essa fase mais difícil né. Meu pai ele tentou matar minha mãe. E e eu já tinha uma compreensão das coisas, né? E eu me atraquei com meu pai. Porque assim, como ele ia bater nela, sempre assim, eu sempre entrava na frente. Então quem tomava as pancadas era eu. Mas minha mãe não apanhava mais. Então ficou uma coisa assim, eu com doze, treze anos eu já estava peitando ele, entendeu? Então, vou apanhar, mas minha mãe não vai. Então, eu fiquei como o ment o protetor da minha mãe. Então, eu tomava pau, assim, igual igual gente grande. Era cabeçada, murro mesmo, mas minha mãe não apanhava. Então, até o dia fatal, que meu pai comprou um revólver e ele... A gente tomando café de manhã, eu vi ele que estava muito ansioso, porque ele foi trabalhar em Caraguatatuba, Ele pegou uma empreitada de mansões né para fazer lá. E ele ficava um mês fora, quando ele voltava com muito dinheiro, mas muito bêbado. E eu acho assim, não meu pai ele não foi só para o lance da bebida, ele começou a ir para o lado da droga também, porque era impossível só a bebida deixar ele tão tão transtornado do jeito que ele voltava né. E numa oportunidade eu vi de madrugada no no paletó dele um revólver. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então, eh a gente tomando café numa certa época, eu vi, ele é, vai brincar logo que eu tenho que fazer um negócio. Ele falou assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, Porque eu tinha visto o revólver no bolso dele e ele tinha chegado de viagem uns três dias antes. Eu falei, pô, eu nunca vi meu pai com revólver.

E estou ali tomando café. Só que em vez de tomar rápido, é aí que eu comecei a fazer cena mesmo. Aí ele se perdeu, pegou o revólver e falou, já que você está aí, vai assim mesmo. E pegou o revólver. Quando ele apontou para a minha mãe, eu eu pulei nele. Aí pegou a bala em mim e desviou da minha mãe. Minha mãe estava no fogão. Aí deu tempo da minha mãe se atracar com ele também. Eu era pequeno, ele me jogou longe, assim, né, porque eu não tinha força nenhuma. Aí me jogou fora de casa, assim, ele me jogou fora, eu caí na porta para o lado de fora, só que a porta de casa tinha muita pedra, assim, tijolo no chão. Aí eu comecei a dar tijolada nele, para ele não mirar o revólver na minha mãe. Só que ela já se atracou com ele, ele conseguiu atirar na minha mãe. Só que, como foi duas balas, um um vizinho já viu o barulho, né? O seu Wilson, que já é falecido. Era um alfaiate que morava em frente. Ele correu lá e viu meu pai com o revólver e se atracou com meu pai. Ele falou, Lourival, você está maluco? E tomou a arma do meu pai. E aí meu pai, minha mãe no chão né, sangrando e tudo, aí meu pai correu pelo fundo da minha casa, dava na outra rua. Depois disso eu nunca mais vi meu pai. Meu pai sumiu daí, nunca mais eu vi meu pai. Então, né a correria foi para levar minha mãe, o mais breve. Ele foi embora? É, não vi meu pai mais. E depois disso, eu me lembro muito bem, assim, eh como a gente morava, era um lugar assim que tinha três cômodos, então tinha uma porta e meus irmãos, eh o Evaldo mais pequenininho e a minha irmã, eles eles vendo tudo assim, com o olhinho assim, sabe? Toda aquela cena. Eu lembro que quando eu caí na porta, a porta dava de frente quando eles estavam, eles congelados assim, sabe? Vendo tudo aquilo, eu falei, meu Deus, enfim, nunca mais eu vi meu pai. Aí minha mãe foi para o hospital, eu fico junto com a minha mãe né, meus irmãos ficaram na casa de uma de um primo nosso, e minha mãe se despedindo no carro de mim, ela toma conta dos seus irmãos e tal, e a gente chorando, e eu falei, não, você nunca vai morrer, você não pode morrer, mãe. Aquela coisa da da emoção mesmo, né? Mas, enfim, minha mãe foi para o hospital, e operada, e depois voltou para casa.
Aí a gente retomou. A vida. E aí que você seguiu tocando, então? Filho responsável, cuidando do... É, né?
Tentei, aí a gente aí já pintou um trabalhinho de office boy, né? Porque aí

Como é que foi esse primeiro trabalho aí?
Aí foi maravilhoso, eu conheci o seu Roberto, que foi uma pessoa que eu não esqueço até hoje, que foi do grupo Fenícia, que fazia parte da loja Zarapuana, eles tinham uma empresa chamada Fenícia, e eu fui trabalhar de office boy, ele deu a força, porque tinha uma amiga da minha mãe, e ele conheceu essa amiga, e ela explicou a difícil ah o que a gente estava passando, e ele deu o emprego para mim. Foi maravilhoso.
Mas como que era o seu trabalho? Você lembra assim de algum fato? Eu lembro
Lembro, lembro sim. Ah Tra era um trabalho de muita responsabilidade, porque eu que ia no banco fazer pagamentos para ele. Na verdade, eu trabalhava para o setor de contabilidade, mas eu me lembro que eu trabalhava muito ligado a ele. Então, eu que ia pagar plano expansão da Telesp para ele. Eu que ia depositar os cheques dele, então eu trabalhava muito em função do dele. Então eh era mais tomar conta da conta dele, depósito de dos filhos dele de poupança. Eh eu trabalhava mais em função disso, de pegar papel no correio, mala direta. Ficava mais nessa nessa área.
Você andava muito na
cidade? Andava muito na cidade. Aprendi a andar na cidade, assim, muito, muito.
E você chegou a dar alguma mancada assim? Ah
Atraso, né? Atraso. Ia no bailinho, nossa, depois, para chegar no horário do serviço, atrasava para arrumar o cabelo, aquela coisa. E ele ia Adalto corta esse cabelo, Adalto corta esse cabelo. Vou cortar, vou cortar, vou cortar, vai abaixar o cabelo. Mas eu trabalhei, foram foram dois anos, dois para três anos lá. Bastante até. Dois para três anos. E o que que você fazia com o seu salário? Comprava disco. Nossa, foi... E como que era isso?
Onde você comprava disco na época?
A gente conhecia um pessoal que viajava e trazia discos, né? Do Rio de Janeiro, né? Então eu conheci um rapaz chamado Machado, na época. Tinha o Alemão, tinha tinha várias pessoas que traziam discos, né? E eu encontrava esse pessoal nos bailinhos, tinha tinha uns festivais de equipe, né? Como eu tinha uma equipinha, a gente participava de festivais, né? Era uma equipe contra a outra né, tocando, mostrando quem tinha o disco mais difícil, aquela coisa toda, né? E eu comprava os discos deles. Então minha mãe, ela pegava um cheque do serviço, porque como eu não podia receber na época, ela que tinha que que receber. E era uma briga com com a minha mãe, que eu queria pegar dinheiro. Nossa, era era uma coisa assim de louco. Então minha mãe pegava um pouco e me dava um pouco. Só que o pouco era difícil, então sempre dava briga. Mas assim, eu sempre ficava devendo, né? Um mês para o outro. Olha, eu vou levar três discos, quatro, levava mais quatro para pagar no outro mês. Então sempre o meu salário estava comprometido já com o disco, né? Então minha mãe sofria comigo. Nossa, minha mãe sofria.

E desses discos, assim você lembra assim o qual que você mais batalhou para conseguir? Foi o disco.
Ah, na época era muito difícil ter os discos né, mas assim, eh teve um disco especial que eu quis ter, que foi um disco chamado Save the Children, eh uma música chamada Give Me Your Love, do dol Kurtz Manfield, que é um guitarrista e tal, de uma banda chamada eh Invasions, e ele faleceu há alguns anos e tal, então era uma música que me marcou a minha infância toda. Essa música.

Era um álbum duplo, importado e tal. Não já e aí depois daquilo eu tive ele várias vezes. Eu já desfiz dele, depois já fui e arrumei de novo. Hoje é um disco que para mim é fá é difícil, mas para mim é fácil ter. Porque hoje tem mais acesso, né? Hoje com a internet não tem... Acabou o problema do disco. Você pede de lá, nego manda. Eu Até três meses atrás eu arrumei um disco lacrado aqui em São Paulo.

mil novecentos e sessenta e nove. Mas como é que você tinha esse contato assim com a música, essas novidades? Você Era nos bailes? Nos bailes
Nos bailes. E porque esse meu primo, Eliezer ele tinha equipe, ele sempre comprava discos e eu sempre estava antenado com as equipes com. Com o que eles compravam. Então sempre estava olhando na na caixa. Aí tocava e olhava, pegava capa, então tinha tinha essa curiosidade. E até porque também, quando na década de setenta começou a entrar essa coisa da rádio, eh da a eme, depois da efe eme, eu sempre ouvia muito rádio. Então tinha um díi djêi carioca chamado Big Boy, Às vezes, de madrugada em São Paulo, em setenta e quatro, setenta e cinco, entrava um programa no rádio chamado Mundial. Eles restran retransmitiam esse programa em São Paulo, mas esse programa só entrava de madrugada, no caso pelas ondas, né? Vindo do Rio de Janeiro, eu ficava bitolado com o Radinho, escutando o programa dele toda sexta-feira. Então eu anotava as músicas, ele falava o nome das músicas, eu enroladamente eu anotava. Ou eu tentava marcar o refrão e cantar, chegava na loja e cantava. Então a minha referência da da dos lançamentos era isso, né de de tentar guardar o refrão da música, lembrar e cantar na hora. Era muito divertido.
Eh Adalto, eh vamos voltar um pouquinho aí. Você estava falando desse seu contato com a música, mas espera aí, um pouco antes disso, você era office boy, você ficou dois anos, depois você foi trabalhar em outra coisa, como que foi isso?
Então, nessa fase que eu fui office boy, essa coisa da música ficou muito mais clara na minha cabeça, muito mais clara, porque eu estava aí com quatorze, quinze anos, e isso era muito forte, porque aí tinha festa sempre, eu já estava com a cabeça na música, na verdade eu estava com a cabeça na música. Mas assim, a oportunidade de estar com ela e fazendo e ganhando era difícil, pela dificuldade que meu pai e tudo, e tinha que ajudar minha mãe. Então o que o que ocorreu? Chegou uma época que foi insus insustentável para minha mãe segurar essa minha coisa com a música. Porque aí foi dando quinze anos, com A escola eu já abandonei. A questão eh do relacionamento com a minha mãe foi ficando difícil. E o o que ocorre? Eu fui para o exército. A única chance que eu tinha para minha mãe de eu endireitar era o exército. Então eu acabei servindo. Mas assim, paralelamente a música sempre estava junto, sempre estava junto, sempre estava junto. Até que quando eu saí do exército, eu já fui morar sozinho. Eu já não voltei para casa. Quando eu fui morar no Exército, quando eu fui para o Exército eu já estava tocando na noite mesmo. Eu tinha É tipo assim, eu já tinha as equipes que eu tocava, eu tirava serviço, quando eu tirava serviço eu não tocava, mas quando eu não tirava serviço, então minha cabeça já estava dentro da noite, resumidamente. E aí
Como é que você conheceu esse povo aí?
É, aí já já tinha aquela coisa de de eu já tinha tido equipe na minha região, a pessoa já me conhecia um pouco de tocar, aí já estavam me indicando. Aí já tinha uma coisa em São Paulo acontecendo que era o lance eh de mixagem, coisas que eu já estava muito integrado com essa coisa de tecnologia, de de passar música. Porque antigamente, na década de setenta, aqui em São Paulo, não existia aquela coisa de do Tocar duas músicas, uma em cima da outra, sem sem intervalo. E em mil novecentos e setenta e quatro, setenta e cinco, eu já tinha um esse acesso, por causa da rádio. Eu já escutava muito díi djêi de fora do país, nessa rádio, na Mundial. Então eu ficava, uh como eles conseguem fazer isso? Não tinha na época como fazer, só que quando eu tive oportunidade em setenta e quatro, setenta e cinco, aquilo veio tão fácil na minha cabeça que eu consegui, por exemplo, já que eu não tenho, eu vou usar eu vou usar dois equipamentos e tentar fazer. Tipo assim, pegar dois sistemas e ligar os dois sistemas e tocar com dois sistemas juntos.
E foi você que montou?
Eu montei, eu tive a ideia. Porque a gente tocava com um equipamento só, um toca-disco. Quando eu escutei aquele programa, eu falei, meu, como que o díi djêi conseguiu colocar duas músicas tocando junto? Sendo que aqui eu tenho que pegar, termina a música, eu tenho que tirar o disco, pegar um outro disco. Como que é isso? Eu fiquei pensando, pensando, pensando, até um dia que tinha uma umas vitrolinhas chamadas Sonata, que eram aquelas que você tirava o o bracinho e tal, e ah o alto-falante já era junto, era um sistema, era fechado. Os bailinhos eram assim. E eu fui tocar com duas, porque era um sistema pequeno, então dava para você colocar um disco e dava para você colocar outro disco, eram diferentes. Então a minha a minha relação com a mixagem ela na nasceu aí.
E qual foi a sua primeira? Que disco que você utilizou para fazer a primeira? Como é que foi?
Era aquela coisa bem jurássica, né? Bem... Nossa... Mas foi assim, foi justamente assim, eh um pouco o Jorge Bem com essa questão de Tim Maia. Essa Foi essa mistura, né? Jorge Bem com Tim Maia, com Gilberto Gil eh. Foi essa coisa. Chiclete com banana, né?

A minha primeira experiência com mixagem, propriamente dito, foi isso. Mas depois avançou os equipamentos no Brasil. Aí já tive acesso a toca-disco um pouco mais sofisticado. Então aí começou a melhorar um pouco mais essa questão de de você poder escutar os dois toca-discos juntos. Porque já teve equipamento que facilitava isso. Então para mim foi bom.
Falar um pouco, assim para gente que não manja disso, como que é essa evolução da
Essa evolução é é assim, existe na época a Gradiente, que é uma das empresas, uma das pioneiras no no país, a a fabricar toca-disco né E a Gradiente ela lançou, anteriormente teve um a Garrad, que foi o primeiro equipamento de madeira, que era um toca-disco separado. E E a Garrard você interligava em outros equipamentos. Então você podia colocar duas Garrard num mixer, que ele ia mixar as duas juntas. Então eu tive esse acesso a dois equipamentos juntos. E você podia ouvir o fone de cada um independente. Então facilitava a mixagem. Por exemplo, eu estava tocando esse toca-disco do lado esquerdo, eu ia entrar com o direito, eu estava escutando ele, para depois eu tocar ele lá fora. Abrir os controles do mixer e mixar os dois. De forma que quem está dançando não tem aquela diferença de parar a música... para poder colocar outra música, então já mixavam aí. Isso em setenta e cinco. Aí foi evoluindo muito mais, até que chegou ah em setenta e oito, setenta e nove, já tinha sofisticado, então eu já tinha dominado essa técnica de uma forma que muita gente me chamava para tocar por causa disso. Quer dizer, muita gente não gostava, porque não tinha visto em nenhum lugar, E, ao mesmo tempo, algumas equipes já estavam vendo uma uma outra coisa, né? Uma outra luz aí, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento, né? E eu fui nesse bolo aí. Eu fui um dos primeiros díi djêis, assim, né? Porque eu não era nem díi djêi, eu era comandante do ritmo. O nome que eu tenho usado hoje. Eu tirei o díi djêi, eu tirei díi djêi hoje qualquer um. Então, eu sou comandante do ritmo. Eu voltei no tempo. Então, veio era o comandante do ritmo, depois discotecário. Depois disc jockey, aí abreviaram para o díi djêi. Então tem essa essa história aí da das nomenclaturas, né dos colocadores de discos né, vamos dizer assim.
E nessa evolução do equipamento, assim como que é o hoje do equipamento?
Hoje está sofisticadíssimo. Hoje a gente tem tem os toca-discos, né? Eh Technics, que é o mais sofisticado. Technics esse ele mil e duzentos eme cá dois, que é o modelo. É o é o mais usado nos nightclubs, por todos os díi djêis, assim top díi djêis, as casas noturnas. E existem os os os os cê dê players mais profissionais também, que dá para mixar, são muito sofisticados, lê leem todas as mídias, eme pê três, Ogvobs, iPod, você pode conectar e eles disparam música. Fora isso, hoje ainda tem uma outra coisa acontecendo que se chama Serato, que é você pegar um laptop, colocar as músicas dentro e ele tem uma placa que, via porta u Você do toca-disco, você simula estar tocando vinil, mas não é, ele está disparando de dentro do computador a música. Então evoluiu de uma forma, e não para.
E não para.
Aparece, a gente sempre sempre está se atualizando, né? É normal, a gente vai tocar num lugar, tem que eh tem que estar apto a saber que equipamento que tem, né? Porque antigamente eu levava os discos, né? Eu levava equipamento. Hoje não, hoje tem lugar que eu vou tocar, eu levo o pendrive, dois pendrives. As músicas estão tudo ali dentro. Você pluga os pendrives. E faz o evento. Aí depende também do cachê, né? Se o cachê vale a pena levar os discos, eu levo os discos. Se não vale a pena, eu levo o pendrive. Deixa eu voltar.
Estava no quartel e à noite você já estava indo com as equipes. Para a noite. Estava morando sozinho. Morava sozinho. Mas você morava sozinho
Eu morava num na Lapa. Ali tinha aquelas... Não chega a ser albergue, é pensão. Eu morei em pon em pensão uns cinco anos.
E como foi essa experiência de
Foi não foi traumática, mas acho que me fortaleceu de alguma forma. Mas é ruim, né? Você morar com pessoas que você não conhece e não conversava muito bem, a pensão era muito baratinha. Comida, assim, como é que... Comida era horrível, assim, tinha aquele horário, passou o horário, não come. Então, e assim, para mim me sustentar até e segurar toda a onda, porque tinha pensão, tinha alimentação, tinha roupa, tinha não sei o que, eu fui trabalhar de dia, né?

De ascensorista. Eu trabalhava no Hospital Sorocabana.
Ali na Lapa.
Então eu trabalhei lá seis anos de ascensorista.
Nossa, num elevador? É. Uma pessoa que lida com o som e ficar no Como foi isso?
A noite, é, é a coisa da sobrevivência, né? Então, como eu tinha saído de casa, agora eu tinha que... não importa. Aquilo que minha mãe queria que eu fizesse, na verdade, via muito claro. Para ajudar, não importa com o que eu fizesse, eu fui fazer depois porque a necessidade me obrigou a segurar a minha onda. Então, eu vou trabalhar. Foi minha mãe acabou me ajudando. Ela que me indicou o serviço e eu fui tal.
Nesses seis anos de trabalho na Sorocabana, você lembra de algum caso que você marcou você?
Lembro eu lembro que, como eu era o mais novinho, as as funcionárias do elevador sobravam mais para mim né. Porque elas não ficavam tanto tempo dentro do elevador. E o hospital tem um giro muito grande de de de problemas né gerados. Porque chega pessoas baleadas, chega gente com fratura exposta. Coisas que na minha vida eu pensava nunca haver. eu fui obrigado a conviver e ajudar. Né está ali então, eh foi positivo desse lado. Para mim, foi muito positivo. E aconteceu coisas legais, porque do hospital, eh desse setor eu fui para outro setor no hospital, porque eu conheci um pessoal no raio xis, aí comecei a fazer amizade com o técnico de raio xis, aí um dia faltou o cara que revelava as chapas de raio xis na câmera escura, aí eu entrava com ele na câmera escura, ele revelando, aí às vezes o plantão estava muito cheio, eu já tinha saído do elevador, eu ia subir lá, e ele era o Walter o nome dele, E eu ajudava o Walter, ficava na câmera escura revelando a chapa para ele. Um dado dia ele falou, Adalto, você não quer vir trabalhar aqui? Pô, você tem uma facilidade, você pegou o serviço. Eu falei, ah, se tivesse a oportunidade de de eu vir né trabalhar aqui, viria, com certeza. Ah, está bom, então eu vou falar com o dono aqui do setor, né porque era privatizado no caso, né era independente do hospital, né era particular na verdade. Aí ele falou com o doutor Roberto Muranaga, E o Doutor Roberto falou, olha, quero trabalhar, vem trabalhar com a gente, então vou falar com a direção do hospital e eles transferem você para cá.

Quando ele foi falar com a direção do hospital, aí veio o lado ruim, né? Uh A direção não queria me transferir. Aí falaram para ele que eu era mau funcionário, que eu não trabalhava direito no elevador, arrumaram uma mentira lá. E eu perdi a vaga. Quando eu fui falar, me apresentar, ele me tratou mal, até falou, você, eu não quero aqui. Que falaram que você é um mau funcionário, que você chega atrasado todo dia. Eu falei, doutor Roberto, se o senhor der uma oportunidade, já que eles estão falando isso, o senhor pode pedir os meus cartões. Para o senhor dar uma olhada. Ele está mentindo. Porque eu moro em frente ao hospital, moro na pensão. Não tem como chegar atrasado. Sério, eles estão mentindo. Eu falei, então, por que que eles não querem que você saia de lá? Eu falei, porque eu acho que eu sou o único que mais trabalha lá no setor. eu não saio do elevador. As outras ficam tomando café o dia inteiro, ficam conversando, deixam o elevador sozinho. Eu fico lá. Então, eh vou deixar o Adalto aí, não vou dar transferência para ele. Então, não sei, mas se o senhor me der a oportunidade, o senhor vai ver.

Posso acreditar em você?

Eu estou pedindo, pode pedir os meus cartões. Aí eles não quiseram mostrar os meus cartões para ele. Aí eu falei, bom, então agora é o seguinte, eu sou tudo isso que você que vocês falaram, então eu vou na delegacia e vocês vão ter que provar né, que vocês estão me prejudicando. Se vocês quiserem, tudo bem. Aí eu subi, falei com o doutor de novo, aí desmentiram tudo e tal, aí ele falou, então você vem trabalhar com a gente. Aí eu comecei lá, foi bom. Aí só que lá tinha, como é um setor de de de raio xis, tinha várias salas e tinha um e tinha um quarto lá. Aí eu saí da pensão. Aí eu fui morar lá. Lá dentro, lá no hospital, tinha um quarto lá dentro. Aí o pessoal do hospital lavava a minha roupa, aí eu já fiz uma outra... Aí foi legal
Morou dentro do hospital?
Morei dentro do hospital.

Assim, foi um período curto, foram seis meses só. Mas aí eu já estava num clube em Osasco chamado Monte Negro. Eu estava tocando lá toda sexta e sábado e domingo, fixo. Então eu fechei um custo legal lá. Aí eu me efetivei e fiquei nesse clube durante muitos anos. Lá nesse clube.
Os dois empregos.
É, eu fiquei no hospital e lá. Quando eu falei, bom, eu só quero tocar. Agora eu posso só tocar. Aí eu fiquei só no clube. Então eu fiquei dez anos lá nesse clube. É um clube que que era vazio, né? Ele tinha uma pro uma proposta, uma programação. E era muito ruim. E eu acabei indo para o clube e o clube... Cresceu muito na área de eventos lá, né? Então, aí eu fiquei bem lá. Aí eu ganhava portaria no clube, aí tinha um monte de coisas lá, tinha festas minhas. Ganhava muito bem. Morei, ah eu mo morei passei a morar bem em Osasco também. Casei lá.
Aí pintou um outro filho.
É, pintou o Wellington.
O Wellington. É.
Foi aí nessa história aí.

Eu fui tocar lá. Aí eu conheci a mãe dele lá.
Como é o nome?

Aí a gente a gente teve um um romance, ficamos um tempo juntos, tal, noivamos, aí foi tudo certinho.

E aí você ficou morando em
Morando em Osasco. E trabalhando e no clube?

Aí eu tocava no clube, sexta, sábado e domingo, e sempre conciliando a coisa de estúdio, né? Coisa de gravação, técnica, assim, eu gravo, né?
Aí você ficou por dez anos no
Fiquei aproximadamente oito a dez anos no clube. É e E eu saí de lá para trabalhar no outro clube, em Osasco também, que se chamava Clube Atlético Osasco. Eu estava no Monte Negro e fui para e fui para o Clube Atlético Osasco. Aí trabalhei mais Fiquei aí lá no clube, como lá tinha patinação, eu trabalhava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí era direto, com registro, tudo bonitinho, né? E E aí, esporadicamente, pintava algumas festas fora, né? Aí eu ia tocar em Minas, ia tocar em outros lugares, ia para Santana do Panaíba, Rio de Janeiro, aí eu viajava.
Foi a época que você mais viajou? Foi

Torço a Deus que ele me dê isso de novo. Foi a melhor época da minha vida. Viajei, toquei em muitos lugares, fiz bastante coisa. E casado, né? Foi a época mais de estabilidade assim e tal. E assim, eu fiquei sem contato com a minha mãe eh depois de Eu eu perdi o laço com a minha mãe. Depois que eu saí do quartel, eu fiquei se oito dez anos sem conversar com a minha mãe.

Como eu estava tocando, essa voltando um pouco no exército, e eu não vinha muito para casa. Então, quando eu comecei a voltar para casa, vinha de vez em quando, eu passava um mês fora. Entre exército, tocando e tal, eu vinha para casa de vez em quando. Aí minha mãe, óbvio, nova, ela vai ter um relacionamento com alguém, né? E pintou alguém. Só que assim, não pintou, no meu ponto de vista, o que deveria ser uma coisa natural de de ela namorar com uma pessoa e falar, oh, estou namorando com uma pessoa. Eu chegava, quando eu chegava o cara saía de casa de madrugada, porque sempre chegava de madrugada, né?

Eu chegava, o cara saía. Eu chegava, o cara saía.

O que está acontecendo, né? Não, é um amigo. Eu falei, mãe, não é amigo, mãe. Aí demorou uns dois meses, aí eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, cadê meu irmão? Seu irmão não mora mais aqui. Eu falei, o quê? Meu irmão não mora mais aqui? Ele discutiu com o Edson, que era o cara, e ele foi embora. Aí eu quase faço uma besteira. A mesma besteira que meu pai ia fazer com ela, eu ia fazer com o cara. Tipo assim, né? Eu peguei uma faca, eu queria matar o cara e tudo aquilo. Aí deu uma calmaria e eu falei, ah, é assim, tá é. Peguei, tinha um pouco de roupa lá minha ainda, peguei minhas roupas, o resto que estava, falei, tudo bem. E fui embora. Falei, só que, assim, se o meu irmão desviar nesse caminho da vida por algum motivo, a senhora vai ter um arrependimento muito grande.

Passou o tempo, eu casei, aí eu tentei fazer, repensar nessa essa essa situação, né? Porque minha família é pequena, assim, no sentido, ela é grande, mas ao mesmo tempo minha família é pequena, porque é só eu, minha mãe e meu meus dois irmãos. Porque a minha mãe, ela é o elo da minha família, ela é igual a minha avó. Tudo centralizava em torno da minha avó. Minha avó conseguia juntar os netos, os filhos, tudo. Minha mãe é assim. Parece que a a minha minha avó encarnou na minha mãe. Então, minha mãe que vai na casa das irmãs. Na nossa casa não, é difícil a nossa família vir. Mas minha mãe, ela vai na casa de uma, vai na casa da outra. E ela acaba agregando, aí as outras acabam trazendo a nossa família. E essa perda desses anos de eu ter ido embora ficou muito... Eu estava no sentido de um dia falar, puxa, já foi tão difícil a infância, né? Essa questão toda. Eu falei, um dia, se se Deus permitir, eu queria estar mais junto da minha mãe, né? Porque, na verdade, eu sou o mais carente. Eu sou o mais velho, mas eu sempre fui o mais o mais, assim, sentimental, né? O meu irmão já é um pouco mais ruim. O Evaldo é... O Evaldo, ele apanhava da minha mãe assim. Porque minha mãe, como era costureira, tinha aquelas máquinas que tinha aquela correia, né? Aquela correia. Minha mãe tirava aquelas correias e dava cada pisa no meu irmão. Ele sentado assim, do jeito que ele estava, ela batia nele e ele ficava olhando para a cara da minha mãe. Não saía uma lágrima. E os vergão assim saindo assim. Então assim, eu sou mais carente. E eu sempre quis assim voltar, assim ter família mesmo e tal. E com o tempo, eu, como casei em Osasco, aí teve o Wellington, aí a gente se aproximou um pouco mais, né? A minha mãe, a gente foi se aproximando um pouco mais. Até um dia que meu irmão voltou para casa da minha mãe de novo, né? minha mãe, mesmo com o Edson um tempo, normalizou assim, minha mãe ficou bem, ficou legal, eh criou os filhos do rapaz que tinha, ele tinha ele tinha uns cinco filhos, minha mãe, ah hoje tudo estão tudo criados e tal, tem ela como mãe também, mas quando eu voltei em noventa e oito, para a Brasilândia de novo, noventa e nove, eles estavam em uma transição,
Você mu você mudou para lá com a fa com a espo com a família?

Perto da casa da mãe? É
No mesmo quintal.
Mesmo quintal, beleza. É.
Porque o meu irmão, ele me procurou um dado em noventa e sete. Ele oh, a mãe está querendo vender lá. Eu falei, poxa, vender lá? Eu falei, primeiro que ela vai vender para comprar o quê? Dinheiro que vai dividir. Hoje não compra uma casa.
Aí você foi morar lá.
Eu falei, fala para a mãe que eu estou voltando. Não quero vender lá. Eu gosto de lá. Aí eu voltei Aí voltei. Aí eu voltei e o Edson foi embora. <laughs> Mas
E o emprego? Daí você saiu do Monte Negro?
Isso, eu saí do Monte Negro, fui para o Atlético.
Aí você foi para o Atlético, aí você tinha falado.
É, fui para o Atlético. Para o Atlético. Só que a minha ideia era já estar migrando de novo para algum lugar mais na Zona Norte. Então, nesse meio tempo, entre oitenta e três e noventa, que eu fiquei lá no Montenegro e tal, eh eu vinha fazendo trabalhos aqui em São Paulo em rádio. Então, eu trabalhei também na Sunshine, que era uma empresa grande que que que tomava conta da Xuxa quando ela estava estourada. Eles tinham um estúdio de gravação e eu trabalhava no estúdio. E na danceteria, eu fazia de sextas-feiras. Né no á bê cê. Aí ah tinha aqui na freguesia, tinha danceteria, tinha playboy, trap tal, toco. Então, às vezes, eles me contratavam. Esporadicamente, eu sempre estava tocando. Por aqui já.
Né? Então, você pegou esse estouro das danceterias. É
Peguei essa fase legal aí. Então, andei bastante nesse sentido. Fiz rádio, programas de mixagem.
Então, o meu nome deu uma... E e tinha que fazer um teste para entrar nessa nessas rádios?
Na verdade, eh tudo era muita indicação, né? No meu caso, como eu sou autodidata, eu aprendi muita coisa sozinho, então tem uma facilidade nessa coisa de tecnologia, eu aprendo fácil. Mas assim, eu fui em rádio, só resumindo, quando eu saí do Atlético, eu fui para o Floresta de Osasco ainda, né que são os melhores clubes lá. São Era o Montenegro, Atlético, Cobrasista, Floresta, Rapsody, que veio depois. Então eu toquei no Rhapsody um tempinho também. Não fiquei por causa de salário, como os donos tocavam, então eles não vão pagar salário para um djíi djêi, porque os filhos também são djíi djêi né. Mas eles me contrataram numa época, aí me pagaram o que eu combinei, depois eles acharam que era caro, que não dava, eu fi não fiquei. Aí fui para o Floresta e fiquei mais um tempinho. Do Floresta, pintou uma possibilidade de eu viajar para o Rio de Janeiro e tocar na Furacão E eu fui para lá, de um baile que que a gente fez junto lá no Cobras Eixos, aí tocou uma discoteca de Osasco, que era a Hot Gang, aí tocou uma equipe chamada Zimbabwe, Black Mad, e veio a Furacão Dois Mil como participação especial. E o Rômulo viu eu tocando e falou, meu, o que você está fazendo aqui em São Paulo? Vai para o Rio de Janeiro, vamos para lá com a gente. Tal. Que Rômulo. É o dono da Furacão Dois Mil, o Rômulo Costa. E eu fui e morei dois anos lá no Rio de Janeiro. Só que eu estava casado e eu tinha que viajar toda quarta-feira para o Rio de Janeiro, tocava quinta, sexta, sábado e voltava domingo. E viajava de novo na quarta-feira. O Wellington ele ficou mal, meu filho, ficou com um problema quase de pneumonia na época. E estava difícil conciliar. A Lúcia estava muito ciumenta, nosso casamento deu uma balançada assim muito ruim né. Então prejudicava muito eu ir. E o ciúme dela estava me desconcentrando né. Aí Já tinha passado um ano, no segundo ano o Wellington não estava muito bem de saúde. Aí eu voltei para Osa para Osasco né, só que eu voltei desempregado, porque eu abandonei tudo que eu tinha aqui. Aí eu comecei a procurar, fui primeiro lugar fui no Atlético, já tinha mudado a diretoria, aí eu fui no Floresta, que foi o último lugar que eu toquei, e os caras até me humilharam, assim, é, você se acha muito bom, você se acha não sei o quê, o baile estava vazio, é, não tem lugar para você aqui, porque você saiu na na época que não era para você sair, e tudo bem, legal. Aí eu estava desempregado, eu cheguei, fui lá na Miruna, na época da Record né, que era na Miruna, perto do aeroporto, e falei, bom, eu vou ter que recomeçar. E tinha um programa na Record chamado Lunch Break, que os djíi djêis tocavam lá, né os djíi djêis de casa noturna. Só que os djíi djêi que tocavam lá, as casas noturnas pagavam para eles fazerem o programa. E eu e eu, como não tinha nenhuma casa noturna, eu falei, bom, vou tentar né. Aí eu fui lá e cheguei na porta da da da emissora e falei, oh gostaria de falar com o diretor artístico. Você conhece ele? Eu falei, não, não conheço.

Aí o cara falou, é o Edson, o Batagelo. Ah, o Edson, tá. O que que você gostaria? Eu falei, não, eu gostaria de fazer um teste aí. Ah eu sou disc jockey e queria fazer um programa. Queria participar de um programa que vocês têm aí. Aí ele ligou lá no ramal e o cara, por sorte, deu uma sorte, o cara estava lá. E me atendeu. O cara foi muito gentil e tal. Cheguei lá, era uma segunda-feira, onze da manhã, o programa entrava no ar meio-dia. Aí me atendeu na na sala dele, falou, Adalto, tudo bem, que do que se trata? Eu falei, olha, eu sou disk jockey e tal, eu estou desempregado, né? Eu acabei de voltar do Rio de Janeiro um tempo e tal, que eu fiquei lá, e eu estou precisando voltar para a Casa Noturna, né? Então eu vim aqui ver se eu conseguia fazer uma participação aí no programa, né? De mixar e, de repente, se você me desse essa oportunidade, né? Você é bom? Eu falei, sou bom. E fomos conversando, né? Era um programa da Contramão, que era uma danceteria lá na lá na Zona Leste, né? E o djíi djêi não chegava. Aí deu... Porque assim, o programa entra meio dia, você tem que estar lá dez minutos, quinze minutos antes. O djíi djêi nada. E o locutor falando, já já Ricardo Guedes por aqui, papapá, papapá. Aí quando chegou meio dia, o cara não chegava. Aí o Edson chegou e falou, você é bom mesmo?

Então entra lá e faz o programa. Eu falei, onde estão os discos? Lá na na onde o locutor atrás dele tem um um armário, lá tem os discos. Aí eu fui lá, olhei o armário, escutei uns discos lá, peguei os discos. Aí o locutor falou, bom, estamos com o djíi djêi Fantasma hoje aqui. Né e eu sei que eu toquei duas músicas. Aí chegou o djíi djêi, o Ricardo Guedes, e o Edson me chamou na sala dele e falou, você está contratado para trabalhar aqui na rádio. Você você grava?

Estúdio? Falei, gravo. Pegou a chave do estúdio e falou, vai lá no estúdio, grava alguma coisa e me traz aqui. Aí eu fui, abri o estúdio, liguei o equipamento, tal os gravadores. Aí gravei umas montagens lá, pus umas locuções. Depois de uma hora, uma hora e meia, levei para ele. Ele escutou o cassete.

Então, você tem tempo de vir trabalhar na rádio?

Então, segunda a sexta de manhã, aí você faz o lunch break toda sexta-feira, o programa, e nas festas da rádio você vai ser o djíi djêi da rádio. Aí me abriu de novo as portas, né? Aí eu fiquei três anos lá. Quando ah ela veio para Paulista... A nova efe eme Record, né já era a nova efe eme Record. Aí na Paulista eu saí e fui para a Metropolitana. Aí já tocando bastante já com as coisas. Já tinha já estava tentando migrar aqui para a minha casa. Aí comecei a construir minha casa aqui na Freguesia, na Brasilândia. Aí em noventa E você aí você está na Metropolitana Isso, aí na fui fui fiquei na Metropolitana Aí eu tocava na Metropo fazia Metropolitana E qual que era o programa? Eu tinha o Metromix tinha o Metromix Está no ar até hoje Aí eu eu fazia o Metromix de terça-feira E produzia dois programas Um programa chamado São Paulo à Noite Que saiu dois discos Dois álbuns né E um programa chamado Doutor Rap Que eu produzia esse programa também Você continua

Aí eu, eh em noventa e uh e sete, eu saí da rádio. E fui para uma equipe chamada Mistura Fina. E para a rádio imprensa, em noventa e oito, com um programa chamado Clássicos da no da Nostalgia, que é só de samba rock. É um programa que lançou um monte de gente aí, Clube do Balanço, Paula Lima, Seu Jorge. Na época, passaram por lá, fiz entrevista com eles. Bem quando começou esse movimento de samba rock aí. Então, paralelamente eu mudei para a freguesia e divorciei. <laughs> E no

e oito. Em noventa e oito você se divorciou?
Divorciei.
Mas continuou com a com a rádio empresa?

Aí eu fiquei até dois rádio. Aí eu saí do programa. Porque o programa era pago né por uma casa noturna.
E você tinha que ter um vínculo.
E eu tinha um vínculo com a Casa Noturna, né? Então, eles que pagavam o programa. Aí eu tive um desentendimento com com a direção do da Casa Noturna e e eu saí. Aí eu fiquei só na Casa Noturna, não lá, em outras Casas Noturnas né. Aí eu montei um estúdio de gravação. Com quatro amigos com três amigos músicos, né? No Jabaquara. Como eu já estava vindo... Já estava morando aqui já.
Qual o nome do estúdio?
Chamava OAR. OAR Estúdio. É dáblio ó á erre, né? Que era... Waldir, Osmir... Almir... Não, Adalto e Rubinho. WOAR Estúdio. E a gente passava a gravar, a produzir alguns artistas lá... E eu tocando na noite esporadicamente.
E nessa fase do estúdio assim, o que que foi que você destaca assim que foi super importante?
Foi essa questão de de conhecer artistas, de estar gravando mais, de estar pegando um pouco mais essa coisa da técnica de gravação, de finalização de áudio também, que eu acho importante né.
De artistas que você conheceu, assim o que que você guarda assim de de lembrança importante?
Eu gravei bastante coisa de samba-enredo de escola de samba. Então, esses ah eh esses eh... Royce do Cavaco, eh Van Tuyr do Rio de Janeiro, que saiu na per na Mocidade Independente, Puxadores de Láfios. E alguns artistas do meio, por exemplo, que estiveram no estúdio. Leandro Learte esteve lá. Então, tem um tem uma história assim bacana.
E o estúdio, você está com o estúdio ainda? Não, aí

mil e três, eu saí do estúdio. A gente terminou a sociedade e eu montei, como eu já estava morando aqui na Fregues, na Brasilândia, em um dos quartos da minha casa, eu montei uma pequena um pequeno estúdio lá onde onde eu venho trabalhando. Até hoje? É o meu meu quartel-general.
E como que é o seu dia a dia nesse trabalho?
Dia a dia? Como hoje eu tenho minha eh... eu casei de novo, né? Então eu tenho mais um... O nome da esposa? É Adriana, a Drica. E aí eu tenho um pequenininho com ela, tenho o tenho o William, né? Então, meu minha atividade de manhã, como ela trabalha? e eu fico de manhã em casa produzindo, eu também olho ele, que ele está com se seis anos. Então, de manhã ele fica comigo e eu tento olhar ele e tento trabalhar. Então, <laughs> eu então eu faço isso então. Eu levanto, faço as atividades né, banho dou banho nele, dou café e tudo mais, depois eu vou para o estúdio. Aí eu me organizo na minha agenda que eu tenho lá, que eu tenho que gravar, produzir, então eu produzo algumas músicas, que eu já tenho alguns clientes, eh coisa de spot para rádio, vinhetas para rádio, eu tento conciliar no meu horário de manhã. Quando eu levo ele para a creche, depois eu volto, aí eu trabalho o dia todo, assim até umas sete da noite com produção, né de áudio, vinhetas, remixes, tudo que for.
Ou seja, ele já está sendo iniciado, né?

Ele já está está ali já, né?
E assim, dos trabalhos que você fez assim, qual que para você foi o mais marcante?
O mais marcante é um que eu terminei agora, que é meu mesmo. Tem várias coisas que eu fiz, né? Assim De remix para rádio, remix para gravador e tal, mas assim uma coisa que eu venho me aplicando é mais trabalhar comigo mesmo. Né? Eu estou focando mais no meu no meu trabalho de disc jockey e de produção
Que que é esse seu trabalho?
Esse é um projeto que eu terminei agora. Eu tenho vários projetos. Tem de música eletrônica e de coisas mais conceituais com samba rock que eu tenho feito. Então tem um que eu tenho na minha bolsa aqui. Se eu puder mostrar aqui. É um trabalho que eu lancei agora em agosto. Que é uma coletânea. Que é isso aqui. Mostra assim na. É esse trabalho aqui. Que é uma caixa com três cê dês, né? E o pessoal das lojas de São Paulo estão me apoiando e tal, que são músicas que eu venho tocando nas minhas apresentações. Aí o pessoal, o Adalto muitas são minhas mesmo né, coisa assim que eu tenho focado na minha produção. E alguns remixes que eu pego de artista para fazer. Então são três cê dês numa caixa só, no total de E nas lojas o pessoal compram, estão revendendo e tem saído bastante. Aí eu já estou indo para o volume quatro, Esse aqui é o volume um, dois, três e eu estou com o volume quatro agora. E se Deus quiser aí em dezembro já está o merchandising feito aí, em dezembro está nas lojas aí.
Parabéns, Adalto. Esse aqui Adalto, a gente está indo agora para o encerramento.

Perfeito. Eh Você olhando assim a sua trajetória assim de vida, assim que a gente pode até estar falando, o que que você diria assim de de aprendizado para você? O que que você tira olhando para a sua trajetória?
É uma coisa de de pura batalha. Se fosse pensar friamente, eh eu fui abençoado, porque... É só é só por Deus mesmo que ele me deu um dom e é é esse dom que que eu sigo. Porque se eu tivesse pensado friamente há algum tempo atrás, eu já tinha, por todas as dificuldades e problemas de percurso, de eh de conciliação, de família, de problema familiar, de problema financeiro, eu já teria parado há muito tempo. Mas eu acho que eu tive um dom e esse dom é o que tem me me me fortalecido dia a dia, né? Então hoje eu só tenho que agradecer, porque hoje eu trabalho realmente com o que eu sempre acreditei. Então hoje eu tenho um espaço pequeno, mas um espaço de de de muita satisfação. Quando eu entro ali ali dentro, eu me sinto realizado. Acho que isso é sucesso.
Se tivesse que escolher uma música assim que representasse a sua vida, que música seria essa?
Internacional? Qualquer música.
Qualquer uma? É Essa é a minha música.
Poxa, agora você me pegou. Tenho várias, mas entre as que eu mais que eu mais assim gosto, eu gosto de Rua Ramalhete, Tavito.
Seria a sua vida.
É uma música que assim é simples, mas ela é uma síntese do que eu penso assim das coisas.
Eu não conheço essa música. Você você consegue?
É antiga. Nossa, também faz tempo. E olha Será? Vai sair vai sair uma coisa meio ruim hein. Eu não lembro. Foi tema de novela da Globo né há muito tempo, década de setenta. Se ver se eu lembro, um trechinho pelo menos. Eh Rua Ramalheta. Se tudo me lembra, umas ru uma rua e seus ramalhetes, do clube da esquina, quanta saudade. Acho que é isso.

Acho que é isso.
Adalto, eh tem alguma coisa que você gostaria de deixar registrado aqui que a gente não tenha te estimulado a falar?
Ah, eu tenho que agradecer, esse acho que é um depoimento, sei lá, né de vida, né é uma oportunidade que emociona a gente né. Eh a gente lembra, é um filme que passa, né então <laughs> a gente fica até emocionado de de ter lembrado tanta passagem que a gente não lembra todo dia, né? E e ainda ficam coisas que a gente não lembra, mas é um resumo mesmo. Para mim foi um encontro assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gostaria Eu acredito que inclusive isso é uma terapia muito grande, isso é um resgate, eu acho. De comportamento, né? De alma. Tem uma passagem só, rapidamente. Uma ve uma época que eu fiz terapia, rapidamente, Eu estava eh com um problema muito sério no meu casamento e eu queria saber se eu estava agindo né de acordo e entrei para estimular minha mulher aí também, na época, Lúcia, né? E o o terapeuta, no caso, o psicólogo, ele ele me fez uma uma colocação que eu achei muito interessante. Ele ele pegou um espelho né e ele me colocou na frente do espelho. E ele falou, olha para dentro desse cara aí. O que que você acha desse cara? Então eu me conheci ali né assim. Eu já me conhecia, mas assim foi uma coisa que... Acho que todo ser humano deveria ter essa experiência, porque às vezes às vezes a pessoa vive a vida e não tem uma uma experiência assim tão... tão de... dentro de si, né? De falar do que ele do que ele viu, da experiência de vida dele. Porque às vezes isso aí pode mudar o comportamento de de pessoas, né? E E só rapidamente também, teve uma passagem minha que eu passei pela FEBEM há um tempo.
Ah, você pulou, hein?
É, então, por isso que eu falo que são tantas tantos detalhes, né? E entre uma das passagens lá, eh eu trabalhei numa área de eventos lá, de criar atividades para os adolescentes, né? Isso, na FEBEM, foi na FEBEM. Aham. Né ih e foi Em noventa e oito E foi em noventa e oito Foi agora em noventa e oito. Foi grande, foi grande. Ah. Mas e o E eu fui convidado para fazer parte da área de cursos e eventos. Então tem um setor lá que cuidava dessa dessa área de eventos, artes. Eu fui fazer um uma arte a nível de ensinar o adolescente essa coisa da discotecagem, da gravação, eh essa coisa de êm cí que eles gostavam de compor. Eu fui dar uns workshops lá de gravação. E acabei trabalhando de coordenador no pátio. entre eles, né? Fui indo, fui indo, fui indo, fui entrando e aí a direção achou que eu tinha uma forma de lidar com eles diferente do que os coordenadores estavam fazendo, Porque foi numa época de muita rebelião. Eu fui nessa época aí, noventa Eu acabei ficando lá cinco anos.
Qual FEBEM que é? Qual a unidade?
Eu trabalhei na na u ê quatorze, u ê... U i, né? Unidade... U i quatorze, estava onde, Tatuapé. Comecei no Tatuapé e finalizei na Raposo Tavares. No Complexo Raposo Tavares. Então, eh foi muito bacana porque... Essa coisa do relacionamento, eh de conversar, eh essa coisa do desse psicólogo que dá essa coisa do espelho, conversa, conversa com você, é uma coisa que eu levava muito para a FEBEM. Porque eu acho assim, independente deles estarem lá e terem feito o que eles fizeram, eles já estão lá. Então, eu tentava... Tratar eles de acordo com o que eu fui tratado, as coisas que eu da onde eu vim, dessa coisa de da periferia. Então, eu acho que eu fui muito feliz nessa coisa, porque nas unidades que eu trabalhei não teve não teve uma rebelião, em quase cinco anos. E eu saí por opção mesmo. porque sozinho não dava para mim fazer mais. Então começa a gerar um monte de coisa dentro da instituição que acaba fazendo você sair de lá, que é o próprio funcionário. Então um fica jogando com o outro, um fica, por exemplo, um coordenador quer colocar um monitor de pátio na coordenação, então ele fica jogando outro coordenador com outros adolescentes. Então, chegou uma época que eu falei, eu não vou mudar isso aqui. Sabe, eu acho que A minha contribuição, eu acho que eu já mostrei que daria para fazer alguma coisa diferente né então. E foi muito bacana, fiz amizades. Tem adolescente que eu encontrei depois de muitos anos na rua. E e foi muito bacana, assim, de conversar. E falaram, pô, o senhor é o seu Adalto? Eu falei, não, não sou o senhor, sou o Adalto, sou normal. O senhor é igual lá dentro, aqui fora sou a mesma coisa. A gente é isso, não adianta. Existe a liderança, mas existe também o respeito. Eu acho é melhor o respeito, porque às vezes a liderança ela é imposta, como era lá dentro pelos coordenadores, de bater, de não sei o quê. Eu não tenho essa metodologia, o meu jeito é outro. Então eu converso, porque... A partir do momento que você vai bater, já não tem muito diálogo. Então eu tinha uma coisa de conversar. E foi muito bom.
Que é um aprendizado também.
Foi muito bom para mim porque eu lembro dessa coisa da passagem do do psicólogo, de o olha para você, conversa. O adolescente chegava na minha sala, que eu tinha uma sala, ele tinha uma mania de sentar no chão. Tinha duas cadeiras, você tinha a minha mesa, tinha a cadeira.

Eu falei, não, senta na cadeira. Não, senhor, senta na cadeira. Então tem umas coisas assim que são são básicas no no no relacionamento. Né? Que poxa se você tentar no chão, você já está eles já estão tão humilhados assim. Eu falava, meu, senta aí na cadeira, meu. Senta na cadeira. Então acho que as as pequenas... atitudes, eu acho que lá precisaria isso, isso para mim ajudou mais ainda eu me entender comigo mesmo, eu falava, poxa eu acho que foi bom para mim né eu aprendi muito com eles e e me fortaleceu bastante isso aí essa passagem, foi muito bacana eu gostei Adalto, a gente queria em nome do Museu da Pessoa agradecer o seu depoimento que vai enriquecer o nosso acervo com certeza, eu que agradeço muito obrigado vocês não sabem a alegria que eu vim para cá Vim ansioso e muito bacana mesmo. Quero levar esse esse esse esses depoimentos, essas coisas esses

assim para